Perdão, a gente começa perguntando o nome completo, o local e a data de nascimento.

Bom, é o seguinte, quando eu era criança eu era um pouco travesso, sabe? Que não tem moleque legal, né?

A minha mãe, naquele tempo, a a a criação da gente lá era meio rígida. Se fizesse um prejuízo, apanhava, não tinha disso Esse era era o troco do que se fizesse de de de bandalheira lá. E aí acontece que, lá no pleno verão, estava muito quente e eu fiz lá um prejuízo, apanhei e choveu. Nesse mesmo dia choveu. Aí continuou assim. Toda vez que eu apanhei, incrível que pareça, nesse mesmo verão eu apanhei umas cinco vezes <laughs> e choveu umas cinco vezes. Aí o pessoal levou assim como um é, como um castigo lá

Mas, u, para mandar chuva, a promessa era complicada, que era apanhar, né? Para mim era complicado. E isso passou por muito tempo, eu desde criancinha foi até, quando eu estava com meus sete anos, toda vez que me batia chovia, incrível que pareça.

Estava horrível a quentura. Horrível mesmo. E aí eu fiz lá um prejuízo. Lá vai apanhar, não precisava ser tão grande. Apanhar mesmo. Rapaz, quando deram a última lambada, começou a trovejar, escureceu e a chuva caiu. Era São Pedro mesmo, não tem jeito.

<laughs> É meio triste a parada.

Ele morreu com noventa e três anos e ela com oi oitenta e aham, morreram, todos dois.
Como é que eram os avós? conhecer
Não conheci nenhum dos avós. Eu não conhecia. Até porque quando meu pai morreu, eu estava com a idade de seis anos, uhum. O meu pai morreu eu estava com a idade de seis anos. Ele morreu e eu não não conheci mais ninguém.
Seu pai, quando veio, ele veio para ficar nessa comunidade? é

Como eram cearenses, tinham bastante entendimento com terra, tipo técnico naquela época, eles tinham uma técnica, é... cultural deles. E eles encontraram algumas áreas de terra muito boas e por isso eles acabaram ficando por aí mesmo, né. Trabalhavam muito, né, plantavam muito feijão, arroz, milho.
E você nasceu na comunidade?
Nasci na comunidade já, mas mas já , ele já, a vida dele vinha um bocadinho de tempo já trabalhando nela, tá.
Eu queria que você contasse só, como é que era a sua casa quando você nasceu.
A casa era uma casa simples mesmo, assim, casa, ela era feita de pau, a pique assim, e embarreada, era tipo cimento, mas era embarreada, era só só barro mesmo, só que eles eles tinham uma técnica de fazer, mas tudo bem de divididinho, os quartos, a cozinha ali todinho, era uma casa só o banheiro que era o fora, que a gente mais usava o banheiro fora, e Mas eles usavam uma técnica de tirar o barro, chamada tabatinga, e eles passavam que ficava semelhante a esse esse esse essa tinta, uhum, ficava branquinho, branquinho, branquinho ali, né. E era assim, bem arrumadinha a casa, uhum, naquela época, coberta de palha, A coberta de palha, a cobertura de palha é uma das melhores coberturas ainda, se a gente for ver. E tanto prova que até um dia desse eu tinha a casa coberta de palha. Como eu vim para cá, não tive mais condição de manter ela, aí tive que cobrir de telha. Mas contrariado. por quê? Porque eu gostaria mais da coberta de palha, qual é? qual é? Ela é mais rústica e mais... É, por exemplo, uma quentura dessa, se fosse uma coberta de palha, nós não estaríamos com essa quentura, uhum. Isso aqui seria bem bem mesmo é... fresquinho, a gente estaria bem à vontade aqui, parecia que estava no ar condicionado. Ela tem o poder, a palha tem o poder de de de de aguentar a temperatura ali.

Eu quero que você contasse como era a comunidade quando era pequeno assim
Bom, na época não tinha comunidade. Era apenas uma família aqui e outra muito longe. Nem se tratava de comunidade na época. meu pai chegou, né? Aí logo, quando eu nasci, em cinquenta e três, já existia a comunidade, claro. Já existia a comunidade e... Assim, mas umas comunidades bem... Com pouquinha gente mesmo, com cinco, seis famílias, mas como era bastante distante uma da outra, aí a gente, pela necessidade da oração, a Igreja Católica acaba reformando uma comunidade lá para que existisse a facilidade, né, do batismo dos filhos, essas coisas todas.
E os, tinha irmãos?
Muitos. Vinte e dois irmãos nós éramos, né. Porque meu pai casou duas vezes.

Eu não tenho muito bem noção, não tenho bem assim o nome dos primeiros, né? Agora dos segundos, da segunda mulher eu sei todos.

Mas não morava tudo junto, né? Não, nem cabia a casa <laughs> Moravam quantos juntos? Nós morávamos, os dez da segunda mulher, nós morávamos todos juntos. Aí depois que eles foram casando, mas naquele tempo casava muito, Uma idade muito alta já, negócio de trinta anos que eles casaram.
Como que era esse convívio com dez irmãos? uma bagunça
Na verdade, quando eu eu lhe falei que a gente não podia dar um prejuízo que apanhava, era controlado ali. A gente não podia nem pensar em desconfiar um com o outro, senão apanhava também, né. <laughs> Então, nós vivemos muito bem, graças a Deus. Nós Nós fazíamos o roçado coletivo lá, não tinha negócio de dono. Não tinha dono não, não. Nós vamos fazer quem administra é a mamãe. E aí a nossa mãe era que administrava tudinho, nós fazíamos os trabalhos, claro, nós tinha que ter algum recurso para ir na festa, mas era ela que tirava, o teu está aqui, o teu está aqui, o teu está aqui. Mas o trabalho era num conjunto, então era tipo uma empresa praticamente ali, porque todo mundo trabalhava, a gente caçava, a gente pescava, mas não tinha diferença nenhuma, tudo vinha para casa. A nossa mãe também tinha um sistema na criação nossa, que hoje, hoje, infelizmente, não tem mais, né. Ela tinha um dever de seis horas da tarde, a gente reunia tudo ao redor dela para fazer oração. E se a gente errasse, a gente começava em pé a oração. Se a gente acertasse todo mundo, ai sentava. Já era sentado a outra oração. Mas se a gente errasse, a gente ia de joelho. até acertar. Mas aquilo foi muito bom. A gente achava ruim naquele momento, mas hoje eu digo que estava demais bom, uhum, e
E de brincadeira, o que tinha?
Bom, de brincadeira era jogo de bola. Era só o que tinha. A gente comprava umas bolinhas assim, feita da da do leite de seringa, que é um cernambi. Tinha um camarada lá profissional fazendo ligeira que só. Batia aquela bola, ela sumia para cima ali. Mas a gente jogava com ela. A gente tinha o controle lá. E a gente jogava assim mesmo. No no quintal da casa, a gente fazia duas travezinhas lá e a gente jogava. Não tinha negócio de time naquela época. Para nós, não.

Mas nós nos divertíamos por ali.
Ah, tinha tinha dois times quase formados, só de irmão, né? É.
É, só irmão, é. Cinco do lado, cinco do outro e travava lá. Os mais velhos porque eles não jogavam mais <laughs>
Qual era era a comida mais
Bom, a comida mais que nós tínhamos era de extrativismo. Naquela época ninguém comprava. Nós tínhamos a caça em abundância, matávamos bastante caça, questão que precisasse e peixe. A nossa a nossa comunidade tem quinze quilômetros de distância para beira do rio, uhum. Mas a gente ia lá, pegava o peixe, trazia num ombro assim, botava um cargueiro, uma cambada para outra e trazia. E naquele outro dia ninguém trabalhava porque chegava todo mundo quebrado, mas comida E ninguém comprava. Ninguém comprava não. Era muito difícil. Naquela época, ninguém comprava quase praticamente nada. Só o que comprava era a rede e a roupa. E nós não comprávamos açúcar, nós não comprávamos café, não comprávamos nada, tudo a gente tinha. Tinha a cana para tirar a garapa e tinha o cafezal lá para tirar, colher o café, né. Tempero também era difícil comprar, aquele tempero para fazer a comida, era difícil porque nós criávamos porco gordo, tirávamos a manteiga para fazer o tempero da comida. Era tudo natural, não tinha nada de... nem esse negócio desse óleo aí industrializado, nem pensar naquela época. O querosene, ninguém usava o querosene porque não tinha energia, né? Aí o querosene era uma forma de de colocar na lamparina para acender e e clarear a noite. A gente sempre usava banhas de de de de assim de frutas A gente fazia aquilo, preparava e gastava quase... Qual era o tipo de peixe?

Na época, nós tínhamos várias marcas de peixe. Por exemplo, os peixes que a gente mais pegava com a tarrafa, que era aquela de jogar e pegar os peixes lá no fundo, era jaraqui, que é um peixinho, não sei se vocês conhecem, o jaraqui, ele é um peixinho tipo curimatã, mas ele é bem menor, com o rabo tudo rajadinho, mas é muito gostoso. Jaraqui, a caratinga, que é um tipo de cará, tinha mais outro cará, o lambiá, que chama cangoia, e também o peixe mais especial era o tucunaré, o tucunaré eu acho que vocês conhecem, peixão mesmo, isso a gente pegava muito na época. Esse era o tipo de peixe que a gente sempre pegava. E no verão a gente, claro, a gente ia para lá para várzea e matava também pirarucu, por ali, aquelas coisas que o peixe ficava mais coagido, né, aham. Na seca a gente matava eles.
E tipo de caça? caça
Caça nós matava de todos os tipos. Desde a anta até a cutia. A gente matava cutia, tatu, a paca, catitu, porco catitu, queixado, veado, tem dois tipos de veado e agora já tem três, né? <laughs> Mas eram dois tipos de veado, um veado vermelho, que era bem grandão, e um veado roxo, que era menorzinho. E anta era difícil de matar, porque era um bicho muito grande, né? Um bicho muito grande, te matava, não tinha condição de levar sozinho. E dava uma mão de obra, mas que tinha bastante e um E onça tinha muito, mas ninguém matava também. E matava pássaros também, né? Como bem o jacu, o jacaminho, o mutum. Era o nambu, a gente matava esses pássaros, porque todos eles são muito especiais, muito gostosos.
Mas era com o que que matava?
Matava com espingarda, a tiro, a tiro que a gente matava.
E elas compravam pólvora a

A nossa produção, a gente baixava para lá e comprava, comprava o material todinho.
O regatão vendia as coisas nela?
É, não, não, o regatão não passava por lá, não. Não passava por lá? Não. Não, a gente a gente comprava no comércio mesmo. Era a gente que procurava, agora o comércio procura a gente, naquela época a gente procurava o comércio até encontrar.
Entendi.

Eu queria que você contasse mais, aí você começa a trabalhar com com o seu pai, como é o começo dessa vida de plantação, como é que você começa a aprender as técnicas e tal? uhum, é...
Na verdade, ele já, as técnicas da gente sobre a plantação a gente aprendia com o trabalho mesmo, na prática, né. O nosso pai era bastante experiente, nós tínhamos três, quatro tipos de plantio lá. Nós plantávamos a roça de mandioca, o milho, o arroz, Aliás, eram cinco. Feijão e plantava o tabaco. Tabaco é aquele fumo, né? A gente plantava. A roça, por exemplo, a gente tinha o local que era terra de areia e a gente plantava lá. Agora o milho, o feijão, a roça e o arroz a gente plantava na terra de areia ou de barro. Terra preta nós plantávamos as outras que são mais frágil, né? No caso, a a o tabaco principalmente. O tabaco é muito milidroso. A gente tem que ter um trato, mais do que tratar um filho. Para poder adquirir, né? Agora o milho, feijão e o arroz, ele é mais... Ele é mais... É... A gente pode plantar, dar uma vez ou duas tratamentos, aí ele continua dando. Mas a gente coletava bem. Coletava muito bem mesmo, não tinha praga nesse tempo. Não tinha tipo de praga para perseguir a plantação. Era só animais selvagens que perseguiam às vezes, né? No caso, o gerimum, a melancia, os bichos comiam. Mas era bicho. Milho, era o macaco que comia também. Mas praga, assim, não dava não. Para dizer que ia empestar a área, não tinha não <laughs>
Mas a produção era para vender ou era só para... É, a gente vendia uma parte.
Por exemplo, o tabaco. O tabaco era era totalmente para vender. Ele era tudo para vender. O feijão era mais para... só vendiam. Assim como o arroz, o milho também, uhum. Só vendiam o que sobrava. O resto ficava para nós mesmo, para nossa alimentação.
E tinha troca também?
Tinha, era como se fazia naquela época. Era muito difícil você vender um produto a dinheiro. Mas você trocava, você levava no comércio e trocava. Deixava para lá o produto e trazia de lá a mercadoria industrializada que a gente queria. Por exemplo, questão de roupa, a munição, calçados que ninguém fazia. Essas coisas todas a gente, a gente trocava, era troca. Até mesmo o peixe, quando a gente não ia pescar, que tinha farinha e tinha gente que morava na várzea que facilitava bem, a gente trocava. Traz o peixe, está aqui a farinha, tá. Era feito assim, não tinha preço. Fazia trocar, calculava o volume.
Lá na na comunidade não chegou, no retiro não chegou a juta?
Não, porque lá é é um retiro, mas é um retiro, assim, no planalto. A juta é mais para varzea. Entendi. É. Agora, de um certo tempo para cá que chegou o curauá, né? É um plantio de fibra também, muito bom. E eu estou Que eu estou cultivando já está cultivando agora? é começar a cultivar o bicho.
Então vocês não chegaram a pegar aquele auge da juta? Nem nem mexeram
Não, nunca, nunca. Nunca trabalhei com juta.
O que que dava mais para você? Mais esse assim?

O que era melhor para você?
Bom, tanto faz. Para nós não tinha ruindade naquela época Tudo era válido. Plantava com com bastante disponibilidade e também colhia com muito amor.

Bem aceito. Agora, na questão financeiramente, o tabaco era o o chefia. Entendi, e era mais Ele era mais pequeno, porque a gente chamava mole desse tamanho assim, de um quilo, né Uma arroba era dezesseis mole daquele, que se chamava. E a gente vendia, se a gente vendesse vinte sacos de farinha, dava o equivalente aos dezesseis molhos de tabaco. E os dezesseis molhos de tabaco botavam no ombro e levavam no comércio. Os vinte sacos de farinha tinha que pagar um carro, uma carroça para levar lá. Carroça de boi, arrastado pelo boi
Quando botavam, quando vocês iam levar sem carro, vocês iam com boi, com cavalo? Não...
Não, a a farinha geralmente te fazia isso. Tá. Geralmente era no carro. Não tinha Meu pai logo no começo ele tinha uns burrinhos que trabalhavam, mas depois acabou. Não se deram muito bem na região, acabou. Aí depois a gente ficava pagando esses transportes, porque a gente não tinha o boi, o carro. Arrastado assim, levava. Aí sempre te fazia isso. Agora o tabaco não, nunca pagamos transporte porque era fácil de carregar, né.
Queria que você falasse um pouco, você falou falou para mim antes da entrevista, mas como é que era o sistema para aprender cartilha, colégio?
Ah, rapaz, era, ali que era a parada mais difícil.

Eu andava duas horas e meia. Certinho para ir, duas horas e meia para voltar. Era cinco horas só de viagem. Eu viajava daí e lá, uhum, numa estradinha assim cheia de lama. E lá era o seguinte, a gente não tinha que chegar , não tinha que chegar nem um minuto atrasado se não ficava fora. E o que que a gente fazia? Com tanta tarefa que tinha, a gente saía correndo. A gente tinha que correr daí e lá, não tinha esse negócio. Porque quando a gente saía de lá era uma outra questão, mas para chegar era o problema. E aí a gente viajava muito, viajava muito. Inclusive, naquela época, não tinha professores pago pelo estado ou município. Era a gente que pagava, era a gente que pagava. E como eu, eu já tinha lhe dito, o meu pai morreu, eu estava com cinco anos de idade, comecei a estudar com sete anos.

Mas a gente acabava vencendo. Acabava vencendo, né?
Você gostava do colégio ali?
Gostava! Não era nem no colégio, era na casa da professora que a gente estudava lá. Aham, era na casa da professora, só para você ter uma ideia. Eu, eu estudava de manhã, voltava para casa e aí eu tirava umas folhas assim, folhas de de um mato coletavam o extrativismo lá, e que tinha um camarada que comprava para empalhar farinha. Eu estudava de manhã, de tarde eu tirava a folha e levava no comércio. Quando eu baixava para estudar, eu já levava, uhum. E E com uma semana eu arrumava do mês para me pagar a professora. Mas era... a gente conseguiu fazer tudo isso. Agora, não conseguia avançar no estudo por isso, né? Que foi o tempo que o meu pai tinha morrido, e aí tinha irmão mais criança, e os outros já estavam trabalhando por ali, E aí a gente tinha que dar conta dos irmãos mais crianças, aí eu parei de estudar.
Você falou agora que tinha vários, o perigo dos bichos atacarem. Como é que é essa relação?

Na verdade, o que fazia o medo, que até o nome dava medo, era onça. Ah... Mas tirando disso aí, tinha os insetos, como o surucucu, a cobra surucucu, e outros animais que podiam, assim, lacrar, essas coisas que a gente viaja de noite, no escuro. Não tinha a lanterna, a lanterna era controlada, era só para caçada. Ninguém podia gastar muito assim a pilha. E aí ia ficar difícil. a gente acabava passando, né? A gente rezava bem, tinha bastante fé. Nunca encontremos, assim, uma vez que eu encontrei uma onça, mas ela... eu acho que ela não estava com fome mesmo. Ela não ligou muito para mim. Passou, foi embora, eu também passei e fui embora no mesmo caminho, aham, <laughs> e aí?
E as visagens? A medo de visagens? Essas coisas
É, o pessoal falava muito em visagem, a gente ficava com medo da visagem, mas eu... eu nunca vi. Viajei muito de noite, mas nunca vi visagem mesmo, assim, pessoal. Não, mas tem, bom, pode até que tenha, mas ainda não vi. <laughs> Tinha muito, assim, remorso, assobio, eh, gritos no meio da mata, se escutava mais, vê... Não, eu ouvi algum remorso, mas não vi. Aham. Não enxerguei, para me dizer, é isso mesmo. E pronto, enquanto ia assobio, qualquer um assobia, né, grito, qualquer um grita, eu não estava muito...

Pois é, o da farinha é o seguinte, a farinha você... Nós temos uma cultura aqui de trabalho da farinha. Agora está querendo mudar, né? Fazer a tal de roça sem fogo. Mas nós sempre fizemos ela roçando, roça o cerrado miúdo, derruba os mais velhos, os maiores e queima. Aí queima, para limpeza da área, a gente queima. E aí a gente planta, planta ela geralmente no mês de novembro. A gente faz no mês de julho, agosto, a gente faz o roçado, a gente faz o desmatamento e... E outubro, setembro, outubro a gente queima ele. A gente queima ele tudinho, aí ele fica preparado a terra, se ficar alguma galharada por lá a gente vai lá tirar, né E quando entra o outro ano, ali em novembro, aí ela ela começa a chover, aí a gente planta, uhum No final do ano a gente planta ela, né? a mandioca, né É, a mandioca, a gente planta ela assim, por exemplo, um hectares, ela leva uns uns oito feixos de maniva, assim, bem... E aí, daí a gente vai ter que dar várias limpezas nela. A limpa a primeira vez, a segunda e a terceira para coletá-la no limpo. E a gente colhe até lá na nossa região que a terra não é muito, muito boa mesmo, a gente colhe em torno de sessenta Chegamos até em oitenta uma vez, mas depois ela meio caiu. Mas isso varia muito da e do do do tempo que a gente vai co colher colher Se a gente colher ela enquanto ela está meio verde, ela, claro que ela não tem muita rentabilidade não, na produção. Se a gente deixa ela amadurecer bem, o peso é é melhor. Aí ela rende muito mais, ela aumenta muito mais. Mas o o processo dela é simples, né? Para quem <laughs> já tem habilidade com ela, por exemplo, a gente coloca ela, a gente arranca ela da roça, quatro sacos de mandioca desses sacos de fibra, uhum, quatro de mandioca lhe dá um de farinha. Ele dá um de farinha. Aí o que que bota? A gente bota um saco daquele, a gente vende, descasca tudinho e bota ela na água, né. Bota hoje, por exemplo, segunda-feira. Aí lá passa terça, na quarta-feira a gente já tem que estar com três sacos para servar ela no motorzinho lá e... Mas que na época não era no motor, na época, como é que era? era no ralo. A gente ralava, furava assim mais lata e ralava. Agora não, agora está E aí ele faz uma farinha muito boa, a gente passa aquele processo lá, né? Faz esse processo, rala no motor, mistura muito bem, tem um ou prensa ou chamado tipiti, que eu não sei se vocês já viram isso, se vocês não viram depois eu posso mostrar uma uma amostrazinha que tem de unzinho ali, que é artesanato, e isso aí a gente A gente enche e e amassa, mete o pau aqui embaixo, mete no lince e amassa, demora até secar a massa. A gente passa nas peneiras, peneira, muito bem, ela arruma bem. E aí a gente vai escaldar ela no forno, mete fogo no forno, embaixo do forno e escalda bacana. É lá naquele processo que a gente vai saber se ela vai dar bonita ou não. Porque se a gente escaldar ela completamente correta, ela dá muito bonita. Essa farinha aí não é de uma boa mesma qualidade, mas ela já está mais ou menos. Ela fica muito mais bonita que isso. Agora, depois que ela está já escaldada muito bem, ali já em fase de secamento, de secagem, aí a gente, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma uma marca de peneira com o tamanho de tela, a gente cua ela, tira aquele bagão e joga fora. Aí depois pega outra e tira aquela mais fininha mesmo, aí ela fica só o filé mesmo, aham. Aí é só tratar para ela não queimar no forno e torrar muito bem e pronto, acabou-se.
E vocês faziam na na, quando eram pequenos, todo esse processo? Seu pai? Não?
Nós fazíamos, fazíamos todo esse processo. Agora eu posso lhe garantir, ela, ela, muito embora seja um alimento que não pode faltar para nós, Mas ela a gente adquire muito doença. É uma frialdade do caramba, isso aí dá um frio. Ela pega na junta aquele tal de reumatismo, é rápido. Para quem trabalha muito em mandioca se fere.

Porque ela é muito fria. Ela é muito fria. E aí a gente começa a trabalhar nela e começa a tacar também.
Em que momento que ela é fria? O tempo todo? Como é que é?
Não, é é é porque a gente tira ela d'água. A gente tira ela d'água e faz outro processo. Se você vai meter a mão, você sente aquele frio mesmo. e ela parece que ela entra assim no corpo da gente, que depois que a gente termina de torrar um bocadinho de farinha e você pode tomar banho, pode tomar banho bacana, mas se você for suar ela estila de novo no corpo da gente, isso... é...
Quando quando você era pequenininho você já fazia isso?
Já fazia, nós já fazia lá, não tinha negócio não. Não tinha conceito de tutelar, não tinha negócio de trabalho escravo, nem infantil. Naquela época todo mundo <laughs> era. já fazia isso. Entendeu? Agora ela é meia é meia covarde com a gente, muito moral, ela seja muito boa e o preço nunca compensa, ah... Só para você ter uma ideia, eu... depois que eu me entendi mesmo, eu fiz um hectare de roça e comecei a botar, desde a licença que eu vim tirar, pagando passagem, para vir tirar licença, eu voltar pagando a licença ambiental, para me fazer o meu roçado, até o processo de colheita, eu tive prejuízo de trinta reais por saco de farinha. É... A gente trabalha porque é cultura, e o pessoal não faz essa matemática, senão eles nem trabalhavam. Porque é prejuízo mesmo, total, hoje a gente ainda está discutindo sobre essa questão, <laughs> E a farinha é um dos carros-chefe É, a farinha a farinha é

Seu pai mor, você tinha cinco anos, né isso? É. É, é. E aí como é que ficou daí para frente? Como como é, organizar a sua vida? Bom,
Bom, nós tínhamos uma mãe completamente administradora, ela era mãe e pai, né. Quando ele morreu, ele deixou uma boa ponta de gado, nós tínhamos umas oitenta Mais ou menos. Tinha naquele tempo, quem a gente tinha oitenta reses já era um... Só que os irmãos mais velhos tomaram tudo. Aí nós ficamos na pior criança, da segunda mulher dizia que não tinha direito e acabou-se. E tomaram mesmo, ninguém, naquele tempo não tinha para, a justiça, não se sabiam onde. E acabaram ficando com tudo. E nós fomos nos puxando por nós mesmos. Agora, nunca fomos pessoas de dizer, de dizer que a gente teve uma vida confortável. Não, nós sempre fomos pobres mesmo. Uhum. Trabalhador rural, batalhador. a questão da escolaridade nossa, muito baixa, a minha escolaridade é muito baixa, que se eu contar o processo do meu estudo, ela é meio, meio assim, quase que foi obrigado a gente até até na documentação, muitas vezes, aumentar a minha minha idade para eu poder participar de alguma coisa, ah, <hesitation> mas que com a morte do meu pai, a minha mãe soube muito bem administrar. Muito bem mesmo, isso eu isso eu posso dizer aqui em qualquer canto, né. Então nós sofremos um bocado, nós sofremos muito, porque, mas depois a gente conseguiu se equilibrar. Equilibramos assim e comecemos a distribuir as tarefas. Distribuindo as tarefas, claro, aí facilita muito mais. Aí um ia pescar, outro ia para o roçado, outro ia para caçar e a gente fazia isso. E esse processo era bom.
E você ia fazer, você fazia mais do quê nessa época?
Bom, eu gostava muito de pescaria. Muito, embora ser longe, eu gostava de pescaria e de caçada, eu gostava mesmo. Lá no roçado eu ia contrariado, mas era obrigado ir. Mas eu gostava muito de pescaria e de caçada, isso aí era.
Você tinha umas umas técnicas suas assim, umas coisas diferentes?
É, nós nós tínhamos algumas técnicas, inclusive lá da mandioca, porque a gente já aprendeu aquela cultura, depois que nós fomos melhorando, depois que nós fomos melhorando, hum. Mas, por exemplo, para fazer o o ouro, a gente compra a tela para fazer a peneira, para peneirar a mandioca, naquela época a gente fazia de tala. Tala de arumã, a gente tirava lá, a gente coleta ele, prepara a tala e fazia a a peneira do tamanho que quisesse, tipo uma tela, mas de tala, de... de talas, né? Extrativismo. Isso aí era técnica nossa mesmo, nós nem encontrava Eu não fazia o Tipiti, mas meu irmão fazia, uhum E era assim, a gente sempre tinha, cada um tinha uma uma habilidade, sabe? E sobre as técnicas também, por exemplo, na questão do do derivado da mandioca, porque a mandioca ela não dá só farinha, ela tem uma série de derivados, por exemplo, o tucupi que se tira dela, que é uma água que se tira dela amarela, que nós não temos aqui, ali em casa já tem, Ela serve para diversas coisas, ela serve para diversas coisas. O camarada bota umas pimentas, um pouco de alho, um temperinho lá nele, mas fica saboroso para você saborear um peixe assado aí, o bicho é muito bom, uhum, né... E pelo outro lado tem a goma, a chamada que nós tratamos aqui de tapioca, né? Ela, se a gente for fazer essa técnica, usar isso em vez de fazer farinha, ela é mais lucrativa, hum Ela é mais lucrativa porque de um saco de mandioca você consegue tirar vinte quilos de tapioca. E o o quilo da tapioca é duas vezes mais caro do que o quilo da farinha. Então, é muito mais lucro tirar a tapioca, a goma, para vender
Mas você tira menos que farinha, muito menos.
É, muito menos. Por exemplo, se eu pego, se eu pego, se ele dá vinte, vinte quilos de tapioca por saco, Então, mandioca que era para mim fazer um saco de farinha, eu faço, é... quatro vezes duas são seis. Eu faço sessenta quilos de tapioca. sessenta quilos de tapioca. E eu ia fazer cinquenta de farinha, uhum Entendeu como é que é? Eu ia fazer cinquenta de farinha. E é muito mais um negócio de vender a tapioca.
Mas a mandioca que faz tapioca não faz farinha mais, não tem como.
Não, não tem como não. Se for tirar nessa técnica para ela dar bastante tapioca, não não dá mais não. Agora, nós temos uma outra técnica que a gente a gente a gente só dá uma lavada na massa, né, tira um pouco de tapioca e deixa um pouco aqui que é para farinha para poder formar esses carocinhos, é. Isso aí dá para fazer. Mas se for tirar exclusivamente só tapioca, ela ela não presta não mais para nada, senão para adubo o restante que sobra.
E a mandioca mesmo, quando você eram pequenos, vocês vendiam a mandioca?
Não, não, não. Não. De maneira nenhuma, agora... Agora estão comprando. Agora tem gente que compra, mas não é venda assim, mesmo, avançada, não. É algum lá. Agora a macaxeira, que é um tipo de mandioca, sempre te vendeu. Essa aí a gente come, vai cozinhar e come feito pão no café, é legal, aham.
E sua mãe cozinhava? Como é que era? O que ela cozinhava mais?
Não, olha, é é é, a gente gente comia as comidas rústicas mesmo, a gente não tinha muito papo não, aham, botar aí para cozinhar e e como a comida era natural mesmo, não tinha tanto disso, mas a gente gostava muito de assado, a gente assava mais assado de brasa, uma paca assada de brasa não tem quem despensa <laughs>
<laughs> e tinha tinha arroz, feijão?
Tinha, isso aí tinha, isso aí tinha porque nós mesmo plantávamos, era dificilmente nos comprarmos assim, industrializado, aham, mas da nossa da nossa produção nós tínhamos e plantávamos muito.
E você tinha algum peixe, alguma caça preferida sua?
Tem, sim. Qual era? Tem, olha, a carne a carne do veado, a carne da paca e do tatu, estando gordo, ele é muito... Agora o peixe, o tucunaré e o jaraqui, eles são... Eu tinha muita preferência. Era o que você ia buscar quando ia pescar lá? Aí eu me virava para pegar eles, porque era bom demais.

O que que era? Eu tinha um sonho, o meu sonho era trabalhar em comunidade mesmo, porque eu achava bonito. Eu achava bonito um padre celebrar a missa aí, todo mundo escutando, obedecia ali, eu digo, pô, isso é legal aqui. Aí eu tinha esse sonho, quando eu era criança, sempre nós se juntávamos na nossa brincadeirazinha, quando a gente tinha um tempo, a gente ia lá para frente celebrarmos uma missa ali, fazer um... Era assim, muito... E este sonho eu consegui. Não não foi padre, né, porque eu não tinha intenção de ser padre mesmo, aham. E também não tinha estudo para isso, mas eu consegui trabalhar na comunidade. Né, quer dizer, eu quando tinha meus quinze anos, com dezesseis anos, eu podia participar do curso chamado Curso de Boa Nova, que era um curso de formação que a igreja dava e E a gente já trabalhava lá na minha comunidade, nós tínhamos uma igrejinha lá que nós rezávamos, e eu já trabalhava lá.

Mas só entrava quem tinha dezesseis anos, e eu tinha quinze Aí agora, o padre disse, não forjar a tua idade, mas tu vai. Está bom, mas nunca escapole para o bispo, senão ele me expulsa <laughs> Bom, a gente terminou aí e foi embora, a inscrição foi adiantada, né? Uhum. Aí quando chegou em, não, mas eu quero ver o documento, o Bispo. Pô, mas meu documento eu deixei, ninguém anda com documento, é a mamãe que guarda, ah, tá. Ah, está bom, vou te perdoar <laughs> E eu participei desse curso,

Daí que eu tomei gosto da história, não não quis mais deixar, todo o curso que tinha eu estava dentro e comecei a aplicar meu trabalho também na comunidade, eu fui dirigente da comunidade durante vinte anos, né, cobrador de dízimo, cobrador não, eu recebia a coleta do dízimo, passava para a igreja, né. Foi delegado sindical uns vários anos também, né, quando

E lá tinha umas associações, me associei em uma associação lá, e essa associação era tipo sindicato, também tinha uma matriz, né, que as outras associações eram afiliadas daquela

Quando foi em dois mil e dois, o presidente, nós tínhamos mandato de dois anos. O presidente mesmo achou de fazer lá umas bobagens e lá expulsaram ele. E na vacância do do presidente, o vice assumia, uhum. Aí eu assumi. Um bocado de medo, né? Porque não tive estudo, né? Mas assumi. Aí a gente... Quando a gente não tem estudo, a gente pergunta muito A gente acaba se chegando com quem... Quando a gente é meio inteligente também, né? E eu E foi o que me ajudou, o pessoal me ajudaram muito. Eu tinha dificuldade, eu perguntava mesmo, não tinha vergonha. Não, eu não sei. Se eu não sei, eu quero saber, uhum Porque precisa eu saber. E ele me ajudava. O certo que, quando eu peguei essa associação, ela estava com... uma dívida de de cento e oitenta mil na época, em dois mil e dois, hum, quando eu assumi.

Aí deu para gente cumprir com tudo e fizemos o movimento que tinha que fazer e acabamos pagando a dívida atrasada também, uhum. Aí eles me reelegeram. Me reelegeram, passei mais três anos lá. Aí já não me deram mais uma mandado de dois anos, de três. Quando foi em dois mil e cinco, eu saí de lá. Em dois mil e cinco, eu saí de lá. Não sei se já é oportunidade para me falar isso.
Não, pode ser que a gente volte um pouquinho de novo, pode falar. Ah, tá.
E aí de dois mil e cinco eu saí de lá, quando foi dois mil e seis, dois mil e sete. Eu parei em dois mil e seis, dois mil e sete na minha comunidade, trabalhando de novo, reestruturando, porque lá não ganhava quase nada, era só mesmo para tomar de conta da associação. Aí me colocaram para presidente do sindicato <laughs> Aí eu não queria muito aceitar, mas depois que a gente passa a ter a vida comunitária, ninguém se governa mais não, né. O que o povo decidir, a gente é obrigado a a cumprir.

Eu nunca tive boa vida, para mim qualquer canto é bom.
foi foi a primeira vez que você saiu mesmo da comunidade, assim, foi para cá? Foi.
Foi, foi a primeira vez.
quer quer
Para aqui?

Eu só fiz desligar ele, ah, está bom <laughs>
Então eu vou voltar a gente vai chegar chegar aqui de novo. Vou voltar um pouquinho, uhum.

O que era meio o cur davam? Qual era a forma?
Era mais questão da igreja, mais questão de religião e vivência comunitária. Tá. Eu dizia organização mesmo, organização. Qual é o papel de um líder? Qual Como é que ele deve agir na comunidade? Como é que ele deve agir com os parceiros? Era mais isso, era org formação mesmo. Tá. Mas era muito legal, viu Era meio forçado, mas era legal.
E aí quando quando você volta, você começa a atuar de que maneira?
Você falou que foi... É, porque na verdade a gente já tinha algum papel para assumir na comunidade. A gente já tinha alguma tarefa na comunidade. Quando a gente vai para lá, é reforçar para gente não abandonar a tarefa que tem. Pelo contrário, é pegar mais tarefa. E foi o que eu fiz. Quando eu voltei de lá, eu voltei mais animado. A gente já tinha alguns poderzinhos de de decisão, de se interver, por exemplo, de dar a opinião da gente nas reuniões, que antes não tinha, depois que a gente passou a ser até esses cursos, a gente passou a também ter essa essa liberdade de de de da discussão. Entrar na discussão e até de aparecer. E isso era o que eu queria. E a gente fazia muito isso, né? Ficava chateado, mas a verdade a gente tinha aprendido, então nós vamos seguir por aqui, uhum. E eu nunca, eu nunca poupei também, assim, de dizer que eu estava enxergando o erro, e não dizer o erro. Eu sempre dizia, eu digo, olha, isso aqui está errado, isso aqui deve ser assim, assim, assim. Assim como eu, quando errava, eu também tinha a sensibilidade de me, assim, auto-avaliar. Não, eu errei mesmo, eu confessava, eu errei nesse ponto. Eu sempre tinha isso, né? Porque a gente aprendeu sempre isso, né?
Mas é legal. Mas tem tem alguma história para exemplificar, para a gente entender um pouco melhor, assim, que foi pelo... Ah, troca a fita enquanto... Tá.

Perguntaram em em alguns casos, para a gente identificar um pouco o que aconteceu, para a gente ter uma ideia de como é que funciona a vida na comunidade.
Tem vários casos, né? Tem uns casos bons, mas tem também uns ruins. Por exemplo, é, de de um certo tempo para cá, quando eu passei a ser presidente do sindicato, delegado do sindical, a gente passou a tratar mais da questão agrária, né?

E, às vezes, a chegada, por exemplo, que que eu senti grande dificuldade, foi que, na chegada, ao invés do dos grileiros de terra, aí a gente teve um entrave meio, assim, complicado, né? A gente foi até ameaçado de morte, essas coisas todas. Mas a gente tinha que defender a terra dos companheiros, né? A gente sempre costumava assim, mobilizar o povo muito bem, mobilizando, que quando chegava na hora de uma questão dessa, o povo também se juntava e vinha para defesa da gente, né? Hum. Mas o cara de pau tinha que ser a gente, era a gente que tinha conhecimento, a gente tinha que defender, né? E isso eu passei por diversas vezes, até hoje a gente está passando por isso, né? E muito agora, esses últimos tempos.
Mas a a maior parte é para o grileiro, é.
É, a maior parte é grileiro, madeireiro. É... Isso aí tem... ultimamente.
Mas você você planta, você não é produtor. E na sua terra tem problema com isso também?
Não, lá na minha terra, logo no início tive. Logo no início tive bastante problema com grilagem de terra. Mas depois, depois a gente conseguiu controlar e conseguimos um assentamento para a nossa região. Hum. Depois que a gente conseguiu arrumar o assentamento, parou também, porque a gente sabe que é uma área legalizada já e ali é um coletivo. Então aí freiou aquela. Mas mesmo assim, tem companheiro lá de dentro que ainda não conhece a realidade e acaba vendendo às vezes e depois a pessoa vem querer fazer bronca em cima. Muito embora sabendo que é proibido vender, mas eles acabam às vezes vendendo.
Como é que funcionários chegam na terra?
É, na verdade eles chegam lá através de alguém da comunidade, da região, né? A gente fica lá conversando, como é, tem muita terra? Tem, não tem. E documento lá? Documento não existe, aquela coisa nessa época que falavam, né? Mas tem alguma área que dá para servir? Dá, olha, eu te dou tanto para te me levar lá. O cara levava lá que a gente pensava que não estava lá dentro. Aí a gente mostrava regularmente, dizia que não funcionava, aquela coisa toda, mas isso foi horrível. Agora não, agora nós temos os assentamentos que acabam nos defendendo, né, mas já foi, já foi complicado isso. E agora, ultimamente, tem chegado muito, mas aqui mais, na região central. Na região central, por exemplo, com a chegada da da mineradora, não sei se já é o momento, a chegada da mineradora, assim como ela veio com todas as suas legalidades, também ali ao redor chegou também tudo que não prestava ali no lado. Chegou um bocadinho de coisa boa, mas chegou um bocadinho de coisa ruim também.

Isso está até hoje. Está complicada essa situação. Pelo outro lado, é são os madeireiros. Ilegal, né? A gente acaba botando uma pressão e até em risco a vida da gente também, porque a gente está defendendo. Está defendendo, mas, graças a Deus, ainda não aconteceu, assim, é... crimes muito perigosos a esse respeito, né,

Não, ainda não. Mas, no estado do Pará, já morreu muito. E está morrendo, de vez em quando morre um, né. Então, a gente tem um certo receio, porque ninguém está livre, né. De repente, pode acontecer com a gente.

Veja só, eu não estou lembrado do ano, mas há muitos anos veio o pessoal fazer umas pesquisas aqui na região, né E já se falava que era uma era uma mineradora de bauxita que vinha, né E fizeram as pesquisas e constatou. eles faziam até as pesquisas a cavalo manualmente e lá na nossa região onde eles foram, mas ninguém nem pensava que vinha, né?

Bom, aí nesse sentido aí foi uma surpresa porque parecia que ainda ia era mais papo, parecia que não ia vir tão cedo e veio meio que tão rápido, parece que ninguém nem se pensava, chegou. Né, uhum. Agora, eles eles eles trouxeram um bocadinho de coisa boa, isso não se discute, né? Um bocadinho de coisa boa, mas, infelizmente, não é nem só de beleza vive, né? O homem. Tem um bocadinho de coisa. Aí é raro também. que não é, às vezes não é, a empresa mesmo não sabe, mas os seus abnegados acabam fazendo e acabam refletindo lá adiante, né Isso aí é meio complicado, por exemplo, a questão do... Agora, o impacto que deu com a agricultura familiar ele foi ele desgastante Como foi? Porque, veja só,

sem noção da história, né? Claro, aí os filhos dos produtores que trabalhavam lá na zona rural foram empregados, vieram para cidade, então eles deixaram de ser produtor e passaram a ser consumidor, uhum. Passaram a ser consumidor, nesse sentido aí houve uma queda muito grande na produção agrícola do município. porque a pessoa, eles não empregavam a pessoa idosa e não também jovem, muito jovem, adolescente, eles empregavam justamente naquela faixa etária onde o o serviço era maior lá no interior e ele pegava aquela pessoa, claro, ficava o velhinho lá e o adolescente que não tinha tanto peso, eles não tiveram tanta força assim para para levar o serviço em frente, né? Uhum. Faziam, mas diminuíam muito e tanto prova que hoje para você comprar uma farinha aqui dá um trabalho, viu? porque está faltando mesmo, está faltando mesmo.

Além disso... gerou um outro impacto com os direitos previdenciários, a questão do sindicato, né. Por exemplo, a pessoa era sócia do sindicato, tive que dar baixo para ele poder ir para empresa, porque lá ele ia descontar o i ene esse dele. E está lá trabalhando e coisa e tal, quando ele for querer se aposentar, então aquele período ali, infelizmente, ele perdeu da da atividade rural dele. Isso aí tem tem implicado muito. Até mesmo no salário natalidade, por exemplo. A menina, às vezes, ela não não está trabalhando empregada, mas às vezes o marido dela está trabalhando empregado. Mas isso não significa que ela não tenha o direito, mas na vez de esclarecer, se a gente não tiver muito atento, ela acaba esclarecendo que é é agricultura familiar, ela é agricultura familiar e trabalha em regime de economia familiar, porque tem o regime de trabalho. E aí quando vai lá no i ene esse esse, ele vai puxar lá, vai dar que o cara está descontando, então contradiz. Tudo isso de risco a gente corre. E aí não passa. Mas não é por isso também. Porque tem as formas de trabalho, né? Tem a forma de trabalho. É é É é é regime de economia familiar ou é regime de economia individual. sempre tem essa diferença. E a gente sente isso com eles mesmo, com as próprias meninas. Não, não, meu marido nunca trabalhou porque ela tem medo de dizer e não passar. Acaba se ferrando. E aí a gente não, olha, se você declara, se seu marido trabalha empregado, não tenha vergonha de dizer, não tenha susto, porque o direito é seu do seu marido. Agora, se você declara que é, que trabalha em regime de economia familiar e vai deparar que ele está trabalhando empregado, aí não passa mesmo. Porque é contradiz tudo, uhum A gente tem que esclarecer que é regime de economia individual. Quer dizer, o marido está trabalhando no outro canto, mas ela está na agricultura familiar. Tudo isso tem atrapalhado, tem dado muito problema A gente está vencendo, mas com muita dificuldade.

Não, é esse é esse processo que eu queria chegar, por exemplo. Se ele

Mas aí a empresa foi embora, eu saí daqui e voltei para agricultura familiar, aí o sindicato até recebe, mas ele perdeu aqueles anos tudo. Isso que é o problema. Aí se ele se aposentar com os seus sessenta anos, que o homem aposenta, se ele passou cinco anos, ele vai se aposentar com sessenta e cinco Porque ele tem que recuperar aquele tempo da vida.
Mas as pessoas voltaram para a agricultura ou tem uma parte que não voltou?
A maior parte não voltou mais. A maior parte não voltou mais. E aí ficou pela cidade? Ficou pela cidade ou talvez foi para outro canto, se empregando já em outro canto.

Não, vai vai com nós.

A maior parte foi isso. Foi poucos os que voltaram. Pouco.
E como ficou? O que que mudou na cidade? Eu sei que você é do do interior, uhum, mas deve ter mudado a movimentação na cidade... Eu ouvi saber que aumentou muito o comércio, assim, é Eu digo, nem sei se foi bom ou ruim, mas aumentou muita gente, muita coisa que mudou aqui. Mas o quê que mudou?
Bom, na na questão do comércio mudou muito. E e a aglomeração também. O povo mudou muito mesmo.

A gente passava uma rua dessa, não estava nem aí, tranquilo. Depois que chegaram, o negócio mudou.

Embora tenha agora uma sinalização por ali, mas o pessoal ainda não foram capacitados para isso, acabaram não obedecendo a sinalização. Mas foi horrível. Deu muito acidente, muita morte. Aí veio muitas meninas de fora, meninas de programa, sabe, com o intuito de ficar e ficaram mesmo. E isso ajudava também, a menina chegava, acabava conversando com a gente e acabava entrando também, uhum. A questão da prostituição também avançou muito, uhum, avançou muito, sabe? Tudo bem, mas isso é aquela história. Vem o vem o o desenvolvimento, mas também vem problemas. Mas isso aliviou. Isso passou um tempo aí que dava medo. Dava medo mesmo A questão de furtos, de roubos, aumentaram muito. Aumentou muito mesmo. Eu não quero dizer que foi por parte da empresa. Às vezes, pessoa daqui mesmo, ele acabava se aproveitando da chegada de muita gente e fazia as besteiras dele, para poder dizer que era gente de fora. Não era totalmente tudo de fora, mas daqui tinha muita gente também que fazia. Mas a gente se aproveitava da oportunidade, né? E acabava fazendo alguns furtos, matava, né? Chegaram até matar um cidadão aí, coitado, trabalhando, foi cedo, comprou uma xícara de café para sair para o serviço e os molecão daqui mesmo, que estavam bebendo, mataram ele. Isso aí é complicado, né? Mas tudo bem, isso tudo, né? Agora aliviou, uhum. Depois parece que o negócio deu uma mornada agora, parece que a polícia teve mais tempo, parece, né? E a própria a própria estrutura física da cidade mudou Mudou muito.

Antes nada. Era horrível. Mas agora você é difícil ver um asfalto de boa qualidade, está aí. Então houve uma boa mudança, mas eu não quero dizer que isso também foi por conta da da mineradora. Também trocamos a administração pública A prefeitura foi trocada também e ele teve bastante sensibilidade nesse sentido. É verdade que está faltando muita coisa, mas é verdade que mudou muito.

Nós não tínhamos acesso para o interior, não.

E agora, se você corre aí, você, para todo canto, você acha uma estrada assim, com... bem pissarrada, bem arrumadinha, para a gente correr aí para onde quiser, para qualquer comunidade.

Isso melhorou muito. Muito mesmo, né? Quer dizer, o poder público, né? Ele teve uma sensibilidade muito grande com a agricultura familiar Inclusive, até hoje, eles estão pagando, por exemplo, estão pagando, é, transporte para trazer para feira, que é de quinze em Agora, estamos em uma reunião aí,, uhum E a prefeitura dizendo, não, olha, está aqui, os transportes vão sair mais cedo, para chegarem mais cedo, aquela coisa toda.

Qual da época, lembra?

A administração? Não, você você fazia... Não, nós fazíamos esse mesmo trabalho. Eu nunca trabalhei empregado. Eu nunca trabalhei empregado Eu sempre fui da agricultura familiar lá. Eu só vim para cidade porque me botaram de presidente de sindicato, senão eu não vinha. Eu vinha de repente por aqui.
Mas na época você estava fazendo algum movimento, é... de liderança na comunidade? Estava plantando mais? Você lembra o que estava fazendo? É, nós temos
É, agora nós estamos incentivando de novo. Pessoal, parece que quando nós vimos esse fracasso, agora a gente está incentivando, puxando alguns projetinhos.

A gente está fazendo tudo o que a gente quer para fomentar essas plantações, para ver se não cai muito, não. Porque não foi que caísse demais, né? Foi que apareceu mais consumidor. Entendeu como é que é? Nós tínhamos uma produção que para o que estava aqui dava. Mas quando eles chegaram, um bocado de gente veio para trabalhar e passou de deixar de ser, deixar de ser produtor para ser consumidor, aí piorou. Aham. Piorou, já a turma veio de fora também, claro. Aí aumenta o consumo, nós já tínhamos aquela meta, não deu.

Tanto prova que hoje ainda um bocado de coisa é é de outras cidades que vem.

Um bocado de de produção.
E você tinha filhos nessa época já? Já.
Já, já. Eu já tinha.
E eles trabalhavam, trabalhavam com o que?
Eles trabalhavam, sempre na agricultura familiar também. Sempre trabalhavam lá com a gente. Eles sempre estão lá. Uhum, estão lá trabalhando.

Mandioca também. A maniva que dá a mandioca , é, o milho e a melancia, uhum, essas A cultura do feijão e o arroz, ela meio que estagnou Era mais o meu pai que fazia isso, né. Ele gostava demais Ele não almoçava sem ter feijão.
E a pecuária?
A pecuária, ela é mais... ela é mais avançada um pouco, né? Ela tem um... um bocado de pequenos criadores também, né? De pequenos criadores. Tem um bocado aí na região. Eu não tenho esse controle.

Você nunca mexeu com com? Nunca!
Não, não, não, nunca mexi. E eu acho que agora que eu não mexo, porque agora tem uma despesa horrível de criar boi. Por quê? É Uma uma despesa muito grande.

Qual é o... Porque agora a exigência é mais, né?
Existe muita praga, como eu falei no começo. Antigamente não tinha praga em animal, não tinha implantação, não tinha nada. Agora tem muita. Muita doença. É preciso o cara está em ordem com as vacinações, né, u

Mas tem produção, tem boi gordo na região, mas ela não é das melhores, de qualidade mesmo.
Queria que você contasse, então, quando você vira... Como é que foi o convite? Como é que foi você virar presidente do sindicato aqui?
Na verdade, a gente já participava, quando

Um conselho fiscal. Eu já era um dos conselheiros. Eu era o coordenador do conselho fiscal. Três conselheiros, mas eu coordenava. Aí eu tinha certa visão e o pessoal começaram Né, a gente começou a fazer umas buscas, umas prestações de contas, busca de patrimônio, valorizar, para ver se era aquilo mesmo. E o pessoal começaram a enxergar isso, sabe? Eles achavam... E eu tinha uma, eu tinha sempre, assim, uma uma facilidade de resolver problema. Quer dizer, uma briga de terra aqui... como aconteceu aqui, uma briga muito forte, aí o presidente me chamou para me ajudar, a gente acabou fazendo lá um ajustezinho lá, que eles acabaram se dando as paz, e... Aí o pessoal achava que a gente tinha essa essa condição, essa facilidade, Uhum. Bom, eu passei sendo fiscal, do Conselho Fiscal, dois mandatos.

Ele indicou o meu nome, jogou o nome na Assembleia, o pessoal, o pessoal tudo achou que devia, né. Aí depois eles escreveram um ofício para mim, convidando para eu vir conversar com eles, né. Aí eu vim conversar, eles me botaram a proposta. Aí eu disse que eu precisava conversar na família, né? Aí eu voltei, conversei primeiro na família, muito bem, a família meio ... porque eu já tinha tinha exemplo, né?

Aí, pô, não vai acontecer a mesma coisa, nós não vamos perder a nossa produção de novo. Porque eu trabalhava, não, eu não tinha investimento nenhum, mas eu trabalhava muito mesmo, tinha muita produção, uhum Mas com essa saída ela fracassou. E depois eu lancei a proposta para delegacia sindical do qual eu era delegado, né. Disseram, não, eu acho que é uma boa, nós nunca tivemos um presidente daqui, eu acho que é bom aceitar. Aí começaram, né? Você, você tem Você tem talento para isso, eu sei sei que você tem. Aí, mas a minha escolaridade era sempre o que eu botava em primeiro lugar, não. Mas a minha escolaridade não, não permite, não posso. Aí depois, Eu vim, coloquei tudinho, fez uma uma lenda de de problemas e o que podia acontecer. Fizemos uma reunião e eu coloquei, aí

Você não vai, você sabe assinar o seu nome, você sabe analisar, Porque quem vai trabalhar na documentação não é você, são os secretariados. E começaram a me convencer aí. Um monte de papo de um lado e do outro. Digo, é, vocês acham, a gente pode aceitar. Mas foi montada uma outra chapa, né? Aí o pessoal achava que pela minha escolaridade baixa não poderia assumir. É aquela questão de interesse. Aí começaram a querer formar outra chapa e foi uma... vira e mexe, eu digo, não, se é para gerar problema, eu acho melhor retirar meu nome. Aí veio para Assembleia, mas descartaram a outra chapa completamente, mantiveram a minha. Aí gerou um negócio meio ruim. Mas logo depois, conseguiram entender. E aí a gente aceitou. Aceitou e foi uma chapa única. Não tem como não ganhar a chapa única, né? <laughs> E a gente está aí já com com dois anos e pouco, né? No dia primeiro de março deste ano eu completei dois anos trabalhando e ainda tenho um ano e pouco para vencer.
E qual função? O que você faz no dia a?
A gente faz mais a questão de articulação. Mas esse problema todo, esse pessoal que está me atendendo aí, é mais assinar a questão de documento, despachando. Mas eu tenho bastante confiança no meu no meu secretariado, que às vezes eu nem analiso a documentação, só faço assinar porque eu tenho confiança neles. Mas o que mais eu faço mesmo é ir lá fora, buscar informação, trazer, é, discutir esse negócio de problema de terra, discutir a questão da a questão da agricultura familiar mesmo, nós temos agora uma feira nova para inaugurar aí, um local, um espaço de feira e é mais isso aí, quer dizer, é essa articulação geral e administrar, claro, olha ver se o gasto, não, esse gasto aqui está muito aqui, mas não está surgindo efeito, isso aqui necessita mais, a gente acaba entrando mais assim, tudo num acordo, sabe? E a gente é isso mais, é mais mesmo administrativo.
E o papel do sindicato?
Explica um pouquinho para... Bom, o sindicato, na verdade, ele foi criado para para proteger a agricultura familiar, foi mais para isso. Mas o objetivo geral dele mesmo é a questão agrária, é é a questão de documentação de terra para que o produtor não fique sem a terra e nem haja também, é, assim, muita saída do povo do interior para a cidade, né. E é isso. Nós temos esse compromisso. Isso é uma bandeira de luta mesmo do sindicato, lutar pela reforma agrária. e implantar os nossos produtores lá no campo. Essa é a bandeira de luta principal da história. A questão do i ene esse esse, do qual me atrapalha mais, já foi uma questão criada de um certo tempo para cá, porque nós exigimos muito o direito do trabalhador rural para que ele pudesse se aposentar em tempo hábil. Bom, o i ene esse esse não tem nada de besta, acaba não. Então, como eles conseguiram esse avanço aqui, conseguiram essas aprovações para sessenta anos, o homem e cinquenta e cinco anos a mulher, mas nós vamos dar uma tarefa para ele, para ele despachar esse pessoal lá, nós só fazemos analisar aqui.

Hoje a gente está fazendo um papel que eu acho que deveria ser do i ene esse esse. Muito, muito trabalho mesmo. Muito mesmo. Inclusive a secretária nossa, o trabalho dela é especificamente disso. E os outros nós tratamos de outras articulações.

Qual é o seu sonho hoje em dia?
Pessoal mesmo, eu eu prefiro A hora que terminar o meu mandato, o pessoal já está articulando um segundo mandato, que pode, né? uma segunda eleição para mim, mas eu não estou muito mais a fim, eu quero ir para o meu interior. Lá eu me sinto mais à vontade, mais tranquilo, mais calmo e Eu não tenho vontade de de de daqui para frente seguir a carreira política e também que é muito ligado ao sindicato, né? Geralmente todos os ex-presidentes do sindicato já passaram pela... agora são vereadores ou já foram vereadores, mas eu não tenho essa intenção. Não tenho mesmo, até porque eu acho que não é meu... Meu papel mesmo, não tenho intenção para isso.
O sonho é voltar para o interior?
É, voltar para o interior e tornar minha atividade lá, isso aí é meu prazer, se Deus quiser. Se ainda voltar com força...
Então está bom. A gente queria agradecer a sua participação. Obrigado por estar aqui com a gente. Tá, eu
Eu peço desculpa se eu se eu não correspondi ao previsto de vocês, tá, Correspondeu sim. A escolaridade também, ela ajuda a gente meio a se atrapalhar <laughs> não, foi ótimo Mas é isso, a gente está por aqui à disposição. Se se contribui, se não, peço desculpa, tá, E a gente está aqui pelo sindicato. A hora que virem, quiseram até entrevistar mais um parceiro meu por aí, numa outra vez.